Bom dia,

E qual qual o nome dos seus pais?

E qual era a atividade? o meu pai
Ele era carroceiro. Ele se aposentou muito jovem, né, ele era metalúrgico, se aposentou muito jovem, e aí devido a não ter como se manter só com a aposentadoria, ele passou a ser carroceiro. E a minha mãe era do lar.
Você se lembra ainda dos nomes dos seus avós?

E a minha mãe biológica, eu não eu não conheço.

Eu e mais três. E chegando aqui, Pela história que eu fiquei sabendo depois, devido às dificuldades, ela deu esses quatro filhos. Deu de dar mesmo. E aí eu fui dada para essa família, né, do seu

E a minha mãe me levou para casa, né, a Isabel. E depois quando meu pai chegou em casa ele ficou super bravo, porque ele falou, você é louca, como que você pega uma criança assim na rua, né. Nós vamos ser presos, como que você faz um negócio desse? E aí não tinha para quem me devolver, porque a mulher sumiu. E aí ficou naquele impasse, fazer o quê? E aí eles não não foram, né, a polícia, não foram em lugar nenhum, ficaram comigo. Né, tipo assim, seja o que Deus quiser. E aí eu era muito pequenina, muito doentinha, eles me levaram ao médico. A minha mãe já tinha um filho de dezoito anos, né. Eles tinham só um filho que já era rapaz. E aí ela... Na época até ela me deu uma mamadeira que ela contou para mim depois que eu passei super mal, porque eu era muito fraquinha e aí não dei conta, acabei passando mal. Fui parar no hospital aquela coisa toda e fiquei. Aí passado três anos, eu já tinha três aninhos, aí essa mulher, né, que era minha mãe biológica, apareceu no bairro novamente e quis me levar embora. E aí foi quando eles entraram todo nesse processo, porque aí eles já gostavam de mim, né. Eu já estava com eles, já já tinha todo aquele envolvimento. E aí que foram procurar por leis, por justiça, o que fazer, o que não fazer.

E aí nunca mais eu vi a a minha mãe biológica, eu só sei que ela se chamava Maria de Lourdes. E também, quando eu fiquei sabendo que eu era filha adotiva, eu já tinha onze anos. E eu fiquei sabendo por acaso porque a minha mãe acho que comentou com uma vizinha e o netinho dela ouviu e numa brincadeira de criança ele falou para mim, né, que eu não era filha da minha mãe, e aí eu fui questionar a minha mãe e ela me contou essa história. que eu tinha sido dada para ela quando era pequena, porque ela não escondeu, ela ela não mentiu que eu não era filha legítima deles. Eu levei um susto, né, porque como nós estávamos brincando, e aí, numa brincadeira que ele não estava gostando, ele falou para mim que eu tinha sido achada na lata do lixo. Aí eu falei, ah, mas por que você está falando isso? Você é louco, né. E eu nunca me esqueço mesmo desse dia, porque eu fiquei meio assim, mas de onde que ele tinha tirado aquilo? E aí eu procurei a minha mãe e falei, mãe, o Ney falou para mim que eu fui achada na lata do lixo, que ele escutou a senhora falando para a avó dele, né. Por que que ele falou isso? E aí a minha mãe, não sei, acho que ela se viu, assim, apreensiva, né, pegou de surpresa, e ela falou, não, filha, você não foi achada na lata do lixo. E aí me contou essa história de que ela estava andando na rua com a vizinha, encontrou a mulher e tal. E aí eu fiquei ouvindo, né, e eu lembro da cena, assim, eu lembro que eu estava lavando louça na nossa casa, a gente não tinha pia, né, essas coisas, a gente lavava louça numa bacia, E aí eu tava lavando a louça do almoço e ela me contando, aí eu lavando e chorando e ela falando, né. Mas aí eu encarei numa boa, fiquei pensando assim, ah, legal, né? Pelo menos eles ficaram comigo, eu gosto da minha mãe, gosto do meu pai. Aí quando o meu pai chegou, né, lá com a carrocinha dele, que ele trabalhava na rua, fazia lá os carretos dele. Aí eu desci correndo assim umas escadas, falei, pai, pai, eu já sei, já sei, você não é meu pai de verdade. <laughs> Mas o meu pai ficou super bravo com a minha mãe, foi uma briga. A minha mãe lavava a roupa, então ela colocava as roupas brancas para quarar no sol, aquela coisa. Meu pai chutou a bacia, foi uma confu E eu falava, pai, mas eu não estou achando ruim, eu não acho ruim, eu gosto de vocês, né. Eu nem quero nunca saber quem são esses outros. E aí meu pai ficou acho que quase quinze dias dormindo no sofá, <laughs> não falava com a minha mãe, ficou super bravo com ela. Mas daí passou. E assim, impressionante, isso aconteceu no mês de outubro e a minha mãe, a Isabel, morreu em novembro, um mês depois. Aí, às vezes, eu fico pensando assim, acho que tinha que acontecer tudo aquilo para ela me contar, né. Senão, talvez, meu pai nunca teria me contado. Aí, assim que eu descobri que eu não era filha legítima deles, e a história que eu soube foi essa, né. Nunca soube o outro lado da história, porque eu nunca encontrei com a Maria de Lourdes, E alguns anos atrás eu encontrei com um irmão desses que foi dado junto, né, porque a gente foi dado no mesmo bairro. E na época que eu fiquei sabendo que eu não era filha deles, a minha mãe também falou para mim que o Eliseu, né, um garoto que tinha lá na rua, que ele era meu irmão. E aí ficou super estranho, porque aí quando eu olhava para ele, era assim, sabe, era era gozado. Eu olhava para ele e falava, nossa, mas ele é meu irmão, né? E a gente não sabia, a gente ficou sabendo.

anos. Eu tinha onze e ele tinha Ele foi, estava numa outra família e eu nessa. E aí passou, aí quando quando a minha mãe morreu, aí passado mais uns dois meses a gente mudou dessa casa e foi para um outro bairro. E aí nunca mais eu vi esse garoto, né. Que eu sabia que ele era meu irmão. A gente não se viu mais. Aí a gente se reencontrou quando eu tinha uns quinze anos, a gente se viu num ônibus, né, eu reconheci, ele também me reconheceu, mas a gente só se falou oi, oi, uma coisinha assim rápida, depois ficamos mais anos sem se ver. E há uns dois ou três anos atrás a gente se reencontrou, aí a gente marcou mesmo um encontro, e conversamos, e falamos, ele falou da vida dele para mim, eu falei da minha, a gente chorou junto, tudo. E aí ele falou para mim que ele procurou, né, pela Maria de Lourdes, que chegou a vê-la, né, mas que só, que ela também não... Não deu muita importância, tipo, quando ele chegou, ah, eu sou sua mãe, eu sou seu filho, você é minha mãe, aquela coisa toda. Ficou só assim, ó, se conheceram, está, está, tudo bem. E ela já faleceu, né, que quando eu encontrei com ele, ele me falou que ela havia falecido no ano anterior.

E aí eu descobri, assim, que eu tenho acho que uns <laughs> vinte irmãos por aí. Porque essa minha mãe, a Maria de Lourdes...

Mas os outros... Os outros dois eram de outro outro pai, só da mesma mãe. E eu e o Jorge éramos de pai e mãe, o mesmo pai e a mesma mãe.

Eu só tive contato com o Jorge. Ele teve contato com outros. Porque aí quando nós nos encontramos, ele falou que ele procurou por por vários, né, por Pelo pai, pela mãe, conheceu alguns tios... Mas eu não conheço, não. Sei de alguns, assim, que nem na rua onde eu moro tem uma moça que Dizem que ela é minha prima, sim, mas prima segundo, terceiro grau. Mas eu também não tenho intimidade, nada. Eu realmente nunca tive vontade de aprofundar no assunto. não Não, nunca tive. Não, nunca tive. Só mesmo o Jorge, que quando quando nós nos encontramos, fui eu que procurei. Foi uma época assim, não sei, eu estava meio querendo encontrar alguma coisa e procurei, mas só por ele. Não quis mais ninguém. Encontrei, foi quando nós nos encontramos. Sim, né, em parte sim, outras eu não sei, acho que ficou alguma coisa assim por dentro, nem eu sei explicar direito o que é. Então eu não sei se eu deveria ter procurado pela minha mãe ou não. Então ficou uma coisa, um um um mal resolvido, eu comigo mesma. Mas foi legal eu ter encontrado com o Jorge, ter conversado com ele, conheci a família dele, os filhos, foi muito gosto
E você sempre tratou eh... como mãe e pai...

E a Dona Isabel, ela faleceu do quê? ela teve
cerebral. Ela ficou doente, ela passou mal na segunda-feira e faleceu numa quarta-feira.
Isso, vocês moravam... Só retomar um pouco o anterior, porque com seis meses, então, a organização, então, pegaram você para... Para criar. E daí

isso, até os onze.
anos, e

E ele tinha essa outra casa no Padroeira dois, porque como ele era carroceiro, gostava dessas coisas, e esse bairro do Padroeira era um bairro novo, né, então ele era bem afastado, não tinha água, não tinha luz, né, e lá tinha um terreno grande, que não era a casa do meu pai, e do lado de baixo tinha um terreno bem grande, que era da prefeitura, então meu pai cercou um pedaço, então lá ele plantava, fazia, é, roça de mandioca, plantava feijão, milho, criava porcos, fazia horta. Era um terreno grande, só que não era nosso. A nossa casa era do lado de cima da rua. E esse terreno onde ele fazia tudo isso não era nosso, mas ele cercou e usava. Fazia essas plantações, criava porcos e tal. criava galinha, pato, tal.

E aí, todo final de semana nós íamos para lá, né, quando a minha mãe era viva, então quando tinha, os milhos estavam bons, né, para colher, a gente ia para lá, passava o dia, colhia o milho, E era um dia que eu adorava, porque eu amo curau. E aí eles colhiam o milho, ia fazer curau, e a minha mãe tinha lá um tacho, fogão de lenha, e eu adorava rapar a o a rapinha do curau, né, no tacho. Nossa, uma delícia. E eu falava que era o dia do curau, nós passávamos o dia lá. Então, todo final de semana nós íamos para lá. E meu pai sempre queria ir morar lá, mas a minha mãe não queria, porque ela falava, não, porque lá não tem água, não tem nada, não tem luz. Eu não quero ir para lá, não, o lugar é muito feio. Então, enquanto a minha mãe estava viva, meu pai não ia, né? Mas aí, quando ela faleceu, aí, olha só, minha mãe faleceu em novembro. Quando foi em fevereiro, o meu pai casou de novo. Dois meses depois.

A minha madrasta. Eles moraram junto um tempo, se casaram alguns anos depois. E aí, quando ela veio para casa, aí logo em seguida ela ficou grávida, né. E quando ela estava, acho que perto de ganhar neném, aí a gente mudou lá para o padroeiro, a gente voltou para lá. E aí, quando ela veio também foi outro fuzuê na minha cabeça, né. Porque quando o meu pai, eles me adotaram, O filho deles já era um grande.
Qual era a idade do seu pai e da sua mãe na época em que quiseram te adotar? o meu pai, acho que
O meu pai, acho que ele devia ter uns quarenta e oito... E a minha mãe devia ter uns... Ai, não me recordo, assim, exatamente agora. Uns trinta, alguma coisa. menos, ou mais.

Era o único O único filho que eles tinham.
Ele já tinha? já.
Já, já era um rapaz grande. Então, aí eu cresci só com os dois, né? Então, eu tinha todas as mordomias só para mim.

Foi, foi morar sozinho, ele teve uns problemas lá, ele se envolveu com umas coisas erradas, ele ficou preso durante algum tempo, o meu pai não falava com ele, né, só a minha mãe, porque mãe sempre, né, aí inclusive eu que ia junto com a minha mãe visitá-lo, né, na... na cadeia, e era uma coisa muito ruim também. E quando a minha mãe faleceu, o meu pai não avisou lá na cadeia que a minha mãe tinha falecido, porque se ele tivesse falado, eles deixavam o filho vir.

E aí, com uma semana depois, uma vizinha foi lá na na cadeia e falou para o meu irmão. Meu irmão ficou muito bravo, revoltado. E quando ele saiu da cadeia, que ele veio em casa, aí eu pensei, ai meu Deus do céu, vai dar uma confusão, ele vai matar meu pai, porque ele vai ficar muito bravo. Mas aí, graças a Deus, ele veio, brigou, <laughs> mas não se mataram. Mas ele não morava com a gente, ele nunca ficou junto, porque ele e meu pai nunca se entenderam muito bem. E aí ele ficava, então eu fui criada só com os dois, né. E que aí quando meu pai trouxe essa outra mulher, eu sentia muito ciúmes. Eu tinha muitos ciúmes dela com ele. Então eu ficava com raiva, eu era pirracenta mesmo, sabe? Hoje em dia eu reconheço, eu era pirracenta. Eu bagunçava mesmo com ela, eu tentava de tudo, eu queria que ela fosse embora. Mas aí ela ficou grávida. Aí eu fiquei com mais ciúmes ainda, porque eu falava, meu Deus, vai vir alguém, vai compe competir comigo, o amor do meu pai. E quando nós brigávamos, eu com a minha madrasta, hoje em dia eu sei que eu fui pirracenta, mas eu também reconheço que ela não soube me entender, né. Quando depois, passados muitos anos, uma vez a gente conversou e a gente chegou nesse, nesse consenso de que ela também não me entendeu, porque afinal de contas eu era uma criança. E ela falava para mim que o meu amor era emprestado, porque ela sabia que eu era filha adotiva. Então, aquilo assim me me matava quando ela falava aquilo, a Ah, seu amor é emprestado, seu pai não é de verdade. Agora, o meu filho, sim, o meu filho é filho dele. Então, aquilo, né, era, eu tinha raiva. Inclusive, o enxoval do neném, uma vez eu cheguei a cortar, rasgar, sabe, escondido. Mas aí quando o neném nasceu, né? Inclusive esse filho dela chama Jorge, igual o meu outro irmão. <laughs> E aí quando o Jorge nasceu, no começo eu não queria nem olhar para ele. Ainda mais menino. É aquela coisa. Mas aí depois eu fui me apaixonando por ele, sabe? Eu gostava muito dele. E aí eu cuidava dele. E ele era muito magrinho e eu queria que ele fosse gordinho. E aí, quando eu já tinha doze anos, eu fui trabalhar já. Eu fui trabalhar numa casa de família, aí trabalhei um tempo, não deu certo, aí eu fui trabalhar numa outra casa, que eu até dormia, né, naquela casa. E aí o dinheiro que eu recebia, eu comprava um monte de coisa porque eu queria que o Jorge ficasse gordo. Então eu comprava ovomaltine, eu comprava vitamina bê doze, porque eu queria que ele ficasse gordinho. Ah, não sei, porque ele era muito magrinho, sabe? Era um fiozinho de linha, <laughs> sem E até hoje ele é magro. Mas ele não engordava, não tinha jeito. Aí ele tinha uma bota branca, ah, mas era ridículo aquela bota nele, porque só ficava aquela <laughs> canelinha com aquela bota <laughs> E o Jorge não engordava. E quando eu estava em casa, eu estava sempre com ele, sempre cuidando dele. Quando eu não estava trabalhando, eu levava ele ao posto para tomar vacina. Ele estava sempre junto comigo. Até hoje, nossa, eu amo muito o Jorge. Então, aí eu estudava, né? era pequena. Aí quando eu passei, né, para quinta série, antigamente era o ginásio, aí a minha mãe morreu, tal, aconteceu tudo isso, nós mudamos para padroeira. Aí eu resolvi que eu não queria estudar mais. Ah, não quero mais estudar, não quero estudar. E o meu pai, nesse ponto, meu pai... Ele tinha muito pouco estudo, ele só sabia mesmo assinar o nome, mas ele sempre queria que eu estudasse, né? Ele fazia o maior esforço, porque ele falava, estuda, filha, estuda, é tão bom, né? Mas aí eu, sabe, não queria mais estudar. Falei, não vou mais estudar, eu quero trabalhar, não vou mais estudar. Eu não sei se devido à à convivência que eu tinha com a minha madrasta, que a gente sempre, a gente só vivia brigando. A gente não podia se olhar que a gente estava brigando. Eu queria sair de casa, eu não queria ficar em casa. E aí eu não, não quero. Aí meu pai falou, ah, não quer fazer o quê? Então, então estuda, né?

Levava a mala, essas coisas. E aquelas casas ali, era uma casa ali em frente à delegacia. Até hoje a casinha está lá. E o pessoal gostava muito de comprar o esterco, né, do do cavalo, para pôr nos jardins. E o meu pai levava, né, o esterco e conheceu essa senhora, a dona Rosinha. E aí ele falou, ó, eu tenho uma menina lá, tal, você quer que ela venha? Aí ela falou, ó, traz ela para trabalhar aqui. E aí eu fui, né. Parei de estudar e fui trabalhar. Não sabia nada, né. Nunca tinha visto o telefone, a mulher mandou passar aspirador de pó, quase morri de medo quando o negócio começou a fazer aquele barulho, eu não sabia o que era. Aí trabalhei um tempo, mas não não deu muito certo, porque eu não sabia nada, né. Assim, das das coisas que tinham na casa dela, eram coisas que não faziam parte da minha vida, né? E aí, toda hora que o telefone tocava, eu largava tudo e saía correndo, porque eu achava o máximo, né? Eu ouvia alguém falando do outro lado, nossa, eu ficava alucinada, achava lindo demais. <laughs> E o marido dela era um senhor, né, acho que ele já estava meio gaga na época. E ele tinha mania de mandar eu subir <laughs> numa árvore para tirar umas praguinhas, uns fiozinhos amarelos que dava na árvore. E eu passava horas tirando aquilo e ela falava, mas Helena, não é para fazer isso. Mas ele manda, mas não faz. Aí trabalhei um tempo lá e depois eu saí, fui embora.
Você se lembra o que você fez com o seu primeiro
Ai, você nem sabe. Sabe o que eu fiz? Eu comprei uma bolsa transparente, que era, que na época era moda. Comprei uma bolsa transparente. Nossa, achei linda aquela bolsa. Mas era tão pouco o meu salário que eu só lembro mesmo que eu comprei a bolsa. Não lembro... Não lembro.

Não lembro mesmo. Mas eu lembro que eu comprei a bolsa. Eu dei uma parte para o meu pai. E acho que só, e um e um vestido de festa junina, que ia ter uma festa junina no no bairro, né. E eu queria dançar na festa, aí eu fiz o vestido e depois eu não me lembro o que aconteceu, que acabou não tendo a festa e eu nem usei o vestido. Ficou lá depois. <laughs>
E como é que foi a sensação de ter o primeiro... Ah, eu achei o máximo, eu...
Tanto é que depois disso eu nunca mais parei. Aí quando eu saí da dona Rosinha, eu já queria trabalhar em outro, já arrumei um outro, fui trabalhar com uma uma moça lá perto da minha casa mesmo, no bairro, que ela queria que olhasse os filhos para ela poder trabalhar. E ela vendia Yakuti. Vai vendo, né? Quando a gente não tem <laughs> acesso às coisas, faz cada uma. E aí, eu era menina ainda também, então eu com a filhinha dela, a gente pegava às vezes o Yakult e fazia um furinho e tomava <laughs> o Yakult e deixava lá no pacotinho. Ai, gente, quando eu lembro disso, eu não acredito <laughs> que eu fiz essas coisas. Depois saí e... Devia ter uns doze para treze já. Já, já estava grandinha, mas aprontava ainda.
não, não

Foi tudo muito rápido. Fiquei, tipo, dois meses, depois saí, fui nessa outra, fiquei mais um tempinho e depois fui trabalhar na dona Bete, que era onde eu dormia. Porque ela estudava à noite, então eu dormia na casa dela para ficar com os filhos dela, porque ela estudava. Então, na Dona Bete eu fiquei um tempinho mais. Depois saí da Dona Bete. Na Dona Bete teve um fato interessante também, porque na Dona Bete foi onde eu fiquei mocinha, né? Onde eu menstruei pela primeira vez. E eu não sabia direito o que era, né? Então, para mim foi assim, eu fiquei com tanto medo e tal, e fiquei preocupada porque eu amanheci na casa dela e eu falei, e agora, como que eu vou falar isso para ela? Mas ela foi muito legal comigo, né? Conversou comigo, falou, não, me explicou tudo como que era, me comprou, ãh, absorvente, me ensinou como usar e tal. Então, foi uma pessoa que também me marcou muito, né? Dona Bete, eu fiquei uns oito meses. Uns oito meses.
Só retomando uma coisa que tem a ver com o seu pai isso.

Ele era metalúrgico.

E aí num num jogo de... Assim, de final de semana, eles jogavam lá um um jogo de malha. Eu não sei o nome. Que é uns negócios de ferro, assim, redondo, que eles jogam e tem que acertar lá num pauzinho, derrubar. Eu não sei o nome do jogo. Só sei que eram uns ferros. E aí um desses ferros, quando um um amigo dele jogou, bateu nas costas dele e ele teve um problema na na

E aí, devido a esse problema, ele teve que se aposentar por invalidez. Mas aí, assim, graças a Deus, ele pôde continuar andando.
Mas ele ficou com alguma sequela?
Não, física não. Mas aí ele já não podia mais trabalhar lá, né? Ele já falava, não, não dá mais, o senhor vai ter que... O senhor está inválido para trabalhar aqui e vai ter que se aposentar. Daí, com o que ele recebeu, ele comprou lá uma carroça e um cavalo e começou a trabalhar. Então, ele fazia os carretos, ele vendia verdura, vendia peixe, né? Que ele ia buscar no Seasa. E assim ele conseguiu as coisas dele, né? Comprou a casa, me criou.

lembro, era um
Um barranco. Lembro, era um barranco, tinha um barrancão, né, embaixo tinha a cocheira do cavalo, uma escada bem íngreme. A cozinha ela era separada da casa, né, ficava num outro cômodo, e tinha a sala, o quarto, a cozinha num outro lugar, e tinha mais dois cômodos que o meu pai alugava, que era onde morou a dona Benedita e o Ney, que o Ney acabou me contando aquela história. E assim, do la, a casa era meio em elle, e na frente tinha um poço, porque nós não tínhamos água encanada, tinha que puxar no sarelo. Depois tinha um pé de abacate enorme e depois o barrancão. E tinha um gramadinho que era onde a minha mãe gostava de pôr as roupas para quarar. Porque, olha, naquele tempo não existia alvejante, mas as roupas da minha mãe eram branquíssimas. E não tinha alvejante, hein? Era tudo ali no tanque, na tábua que ela batia. E era assim.
Essa casa não existe
Existe, mas não é mais assim, né? foi toda reformada.

que era para o Jorge na época que ia nascer. Mas eu era pequena para mim, tanto faz, eu não tinha nem ideia do que era e do que não era. E meu pai falou que ia fazer isso. Aí ele fez isso lá, as coisas legais lá, E aí quando o meu irmão saiu da cadeia, tudo, aí depois ele foi morar lá. Só que a parte que seria para ser a minha nunca dava certo de alugar, porque o meu irmão sempre brigava com o inquilino, sempre tinha uma confusão. Aí ele resolveu vender a parte dele, que ele ia vender, que ele ia embora, ia morar em outro lugar.

E aí eles fizeram lá todos os os trâmites e fizeram essa troca.

E eu fiquei com essa metade lá no Padroeiro, que é do lado da casa do meu pai, né? Da casa que era dele, que hoje quem mora lá são meus irmãos.
E o seu irmão, você teve contato com ele?
anos, anos e anos que eu não o vejo. Muito tempo.
Quando você era criança, ele ele foi preso quando você tinha quantos anos? nove anos.
quando ele foi preso. Foi uma uma situação bem difícil também. Era dia das mães, né? Era dia nove de maio. E esse meu irmão, ele ia fazer uma excursão para Aparecida do Norte. E aí estávamos todos lá esperando o ônibus chegar, os vizinhos compraram passagem, a minha mãe, ela estava super feliz porque ia para Aparecida, né, ela era muito católica.

Aí minha mãe falou para eu ir comprar pão, né, tinha uma vendinha, eu fui comprar pão. E aí tinha um pessoal lá com um jornal, tal, aquela coisa.

Aí daqui a pouco chegou alguém em casa com esse jornal, né? Meu irmão era a primeira página. Ladrão solitário rouba empresa de ônibus. O próprio dinheiro que ele levou da excursão ele roubou. E aí ele usou uma arma de brinquedo e aí ele foi preso, né? A pessoa acho que percebeu que era uma arma de brinquedo e aí ele foi preso. E aí, nossa, foi maior desgosto para minha mãe. E foi aí que começou essa desavença dele com o meu pai, né? E aí nunca mais a gente ficou junto, junto. Sempre muito distante só se ver de vez em quando Lembro... Eu ia com a minha mãe, né? Então minha mãe fazia sacola, né? Com comida, é, com cigarro. Que ele fumava.

Entrávamos lá num num num corredor e saía lá onde tinha as celas, né? E aí os os os presidiários saíam assim, como se fosse um pátio, e ficavam ali com a família. Então era sempre só eu e minha mãe que que ia visitar ele. Minha mãe ia todo domingo, todo domingo.
todo domingo

E eu lembro que tinha uma porta que ela não era grade, assim, as gradezinhas, era toda fechada de ferro, e eu perguntava para o meu irmão o que que era, né, e meu irmão falava que lá ficava quando, que era solitária, né, quando alguém fazia alguma coisa errada, tipo, ficava de castigo lá. E aí eu morria de medo de passar lá perto, <laughs> porque a porta era bem feia, assim, toda de ferro, toda fechada, só tinha uma portinha pequena, e sempre ficava ali, os guardas por ali, né. E nós íamos todo domingo eu e a minha mãe, né. fazia lá para a gente levar. Meu pai
foi.
É, ele ficava mais conversando com a minha mãe, né. Minha mãe ficava perguntando como é que ele estava, como que não estava. Ele sempre, né, reclamando ou pedindo alguma coisa para minha mãe, o que ele queria que ela levasse. E eu ficava por ali, né? Para mim era... Eu ficava, eu brincava, às vezes tinham outras crianças, eu ficava junto. E ficava com ele, às vezes ele me fazia um carinho, alguma coisa. Mas não era nada muito...

Então, eu fui para a escola, né. sete anos, não. eu tinha seis anos e meio, porque eu nasci em maio, né, dia onze de maio. Então, eu fui, tinha seis anos e meio. E no primeiro dia de aula, eu chorei até, né, <laughs> porque eu não queria ficar. E naquela época também, eles vendiam na rua, tinha um caminhão que vendia bolacha. E a mamãe comprou bolacha e fez uma limonada para eu levar de lanche. E aí quando chegou na hora do lanche, eu comecei a tomar o lanche, né? E a gente não saía para tomar lanche, a gente tomava o lanche na sala. Ia no banheiro e tal. E eu achava que eu tinha que comer tudo, e eu não aguentava mais comer bolacha. E a professora assim, você já acabou? E eu, ainda não, ainda não. Eu achei que eu tinha que comer tudo, eu tinha medo dela. Porque naquela época as professoras eram bravas também, viu? Ai, mas eu passei um sufoco aquele dia. Aí eu cheguei em casa e falei, ai mãe, você colocou muita bolacha, eu não aguentava mais. Ela, mas você não precisava comer tudo, era só você guardar. Não precisava comer tudo. Ai, mas eu fiquei com medo dela brigar comigo. Ai, às vezes eu tinha medo de pedir para ir no banheiro. Uma vez eu fiz xixi na sala, porque eu tive medo de pedir para ir ao banheiro. Aí passei mais vergonha ainda, né? Porque ela fez eu levantar e lá embaixo pedir uma um pano de chão, voltar e secar o meu xixi. Ai, que vergonha. Na hora, ninguém ria. Mas quando a professora não estava perto... Ai, <laughs> como eles riam de mim. Ai, meu Deus. Mas foi muito gostoso, né? Minha Foi o primário que eu fiz ali. E eu tinha a maior vontade de ir para o ginásio, porque o uniforme era diferente, né? Só que aí, quando eu fui para o ginásio, aconteceu tudo isso. E aí, de repente, eu desencantei. Não quis mais estudar.
como era o uniforme? então, na

No primário, a gente tinha uma sainha cinza, né, xadrezinha, com a blusa branca, um sapato preto e a meia. E o uniforme do ginásio era uma saia cinza com cinto vermelho, né, e a e a blusinha branca, e era um sapato assim, aqueles sapatinhos boneca, né, e eu tinha muita vontade de usar aquele uniforme. Mas aí, quando comecei a usar, aí depois... quis mais estudar e parei. E foi quando eu fui trabalhar.
Mas você tem alguma lembrança, por exemplo, daquela época de alguma professora?
Eu me lembro muito da minha professora da segunda série, né?

Porque foi na época que eu tive, é... hepatite. Então eu fiquei dois meses sem poder ir para escola. E ela, nossa, ela tinha um carinho muito grande por mim, né? Tanto é que ela me passou da segunda para terceira, eu não sabia nada. Acho que ela ficou com dó <laughs> porque eu estava doente e me promoveu mesmo assim. E aí quando chegou na terceira série eu tive que voltar para a segunda porque eu não conseguia acompanhar. porque realmente eu não sabia nada. Agora, da primeira série, eu não consigo lembrar nem o rosto dela, porque ela era horrorosa de brava. Ela era muito chata, ela me batia, puxava a minha orelha, me batia com a régua. E eu contava para minha mãe, e minha mãe falava assim, é, mas se ela te bateu é porque você deve ter feito alguma coisa errada. Eu vou lá e vou falar para ela que é para bater mesmo. Se você não estudar direito, é para ela te bater mesmo. Ai, a mulher acho que aproveitava. Ai, não consigo nem lembrar o rosto dela.

Ela era bem boazinha.
Então, eu nem lembro muito dela.
sim, fiz.

Os amigos do bairro que moravam ali, né, na mesma rua e tal. Pessoalzinho da nossa volta mesmo. Mas não vejo, nunca mais vi ninguém.

Tem que estudar para você arrumar um emprego melhor. E aí ela acabou me convencendo a eu voltar a estudar. E aí eu voltei a estudar, né? Eu trabalhava na casa dela até as duas da tarde e entrava na escola às três, lá no bairro onde eu morava. Então eu ia e ela me ajudava a fazer lição. Ela era portuguesa, mas ela foi professora de inglês. Então eu tinha muita dificuldade com o inglês, então ela me ajudava a fazer as lições de inglês. E ela tinha uma filha que morava na Inglaterra. E aí quando a filha dela chegou da Inglaterra, <laughs> eu lembro que eu falei para a filha dela, ai, good morning, <laughs> porque eu achava o máximo. E aí a filha dela me perguntou alguma coisa, eu falei, não, só sei falar esse por enquanto. <laughs>

Tão importante porque nessa época que eu trabalhava com ela, antes de eu voltar a estudar, né, então tinha um neto dela, né, que morava lá com ela, o Ga, o Daniel. E o Daniel tinha um monte de coisinha bonitinha, tal. Eu já era mocinha, né, tal. Mas a minha cabeça, acho que ainda era de criança. E o Daniel tinha lá umas canetinhas hidrocor. E um dia, ai, dá até vergonha, mas, né, já que a gente está contando, eu roubei a canetinha dele. Levei para casa. Mas tudo bem, passou. Aí depois um dia tinha uma caixinha de pó vazia, né? Aqueles pó de passar no rosto. Mas a caixinha era tão bonita, aí eu peguei a caixinha também. Aí eu acho que a Dona Luzia deve ter percebido, né? Aí um dia eu tinha pegado uns lápis lá e tinha posto na minha bolsa.

No mercado que tinha lá, vai lá comprar tal coisa para mim.

Aí quando eu voltei, tinha a Dona Hebe, que era uma conhecida, que morava no mesmo bairro, também trabalhava ali em casa de família, a Dona Hebe que tinha me levado para trabalhar lá. A dona Hebe estava lá. Eu estranhei, né? Por que a dona Hebe estava lá? A dona Luzia tinha mandado chamá-la e mostrou, né, que eu estava pegando as coisas. Aí, quando eu cheguei, ela já abriu assim a sacola e falou, o que é isso? Aí eu gelei, né?

Aí eu, né, fiquei quieta, não falei nada, comecei a chorar.

Mas tu nunca mais vai fazer isso, né? Conversou comigo, falou, se você quiser alguma coisa, você tem que lutar pelo que você quer, né. Você trabalha, você tem o seu dinheiro. Não é assim, né? Pegar as coisas dos outros, né? E se você quiser, você fala. Se eu puder, eu te dou. Se eu não puder, eu não dou. E conversou. Nossa, ela ficou uma tarde inteira falando comigo, né? A dona Hebe foi embora. A dona Hebe, acho que ela chamou só para... Tipo ser testemunha, ó, ela está mexendo, mas depois a Dona Hebe voltou para o trabalho dela e ela ficou conversando, conversando, conversando, conversando comigo. E eu pensei que ela ia me mandar embora, né, da casa dela. Aí ela não me mandou embora, eu continuei trabalhando lá, ela não escondia nada de mim, continuou me deixando do mesmo jeito, à vontade como era. E quando eu saí da casa dela, ela me recomendou para outra pessoa, né, que era na mesma rua, a dona Clarice, e falou, olha, não dá mais para Maria ficar aqui, porque elas, eles, não dava mais, mas como a dona Clarice estava precisando, mas ela é uma menina boa, ela trabalha direitinho, ela é de confiança. Então, às vezes eu fico pensando assim, se ela não tivesse conversado comigo daquele jeito, sei lá o que poderia ter acontecido. Então, quando eu lembro, eu sempre lembro com muito carinho da Dona Luzia, ela já faleceu. E, assim, da da confiança que ela depositou em mim, né? Porque ela podia ter me mandado embora, né? Ou ter contado para todo... Ela não contou para ninguém. Para ninguém ela contou. Só ficou sabendo <cries> que eu fiz isso, só eu, ela e a dona Hebe. <cries> A dona Hebe também não falou para ninguém. Nem para as filhas dela. Porque eu... Eu... Era amiga, né, das filhas dela, e ela não contou, sabe, para ninguém. E aí eu continuei trabalhando lá, depois fui para dona Clarice, fiquei lá um tempo também.
Como que você se sentiu depois trabalhando com ela, sabendo que ela tinha dado toda essa confiança ainda depois do acontecimento? ah, aí eu
Ah, aí, sabe, eu gostava dela demais.

Então, eu eu quando chegava alguém na casa dela, eu ficava pensando, será que ela vai contar? Será que ela vai contar? E como ninguém nunca me tratou diferente, continuaram tudo do mesmo jeito, porque ela tinha vários filhos, netos e tal, então eu falava, nossa, ela não contou mesmo, né? E ela também nunca mais tocou no assunto comigo. Tipo, ela aconteceu, ela conversou, pagou, depois me incentivou, fez com que eu voltasse a estudar, me ajudava, sabe? Depois disso ela... Isso, depois disso ela me convenceu que eu tinha que voltar a estudar, voltei a estudar, e me ajudava nas nas nas tarefas da escola. Depois saí de lá, fui para outra casa. E aí depois, quando eu terminei o ginásio, né, o ensino fundamental, aí eu parei de estudar de novo. Aí teve a época que eu conheci a dona Yara, né, a mãe dos gêmeos. Eu trabalhava na dona Luzia e a Vete, uma amiga minha, ela... eu falei para ela, olha, tem uma moça lá que ela adotou dois meninos, que os filhos da dona Yara, eles são adotados. E ela vai precisar de alguém para trabalhar com ela. E aí a Vete veio trabalhar com ela, com a Dona Yara. Mas aí a Don Yara, a gente ficou muito amiga também. Mesmo eu não trabalhando com ela, a gente era um pessoal assim que eu, sabe, eu fico pensando neles assim, eu falo, poxa, que legal, né? E aí a Vete trabalhava lá, então eu sempre ia lá e eu sempre gostei muito de criança, e eu ficava com a Dilce e com a Alexandre, e aí eles foram crescendo. A Vete trabalhou acho que quase dezessete anos lá.

E nossos pais não deixavam a gente ir no salão, e aí ela arrumava lá, falava que a gente ia cuidar dos filhos dela, que nada, a gente ia para o Cobrazeixos dançar. <laughs> Oh, meu Deus do céu! A dona Adélia era muito legal. E, aí passou. Aí quando eu tinha, deixa eu ver, dezoito anos, aí quando eu tinha dezesseis anos, né, voltando, aí eu conheci uma pessoa, me apaixonei, aquela coisa toda, né, quase casei, mas não casei, né? Eu era muito nova também na época, não deu certo, mas foi assim o grande amor da minha vida, né? Aí depois ele foi embora, se casou, foi para outro lugar, a gente nunca mais se viu. E aí, quando eu tinha uns dezoito, dezessete para dezoito anos, eu conheci uma pessoa, era uma época de rádio amadora, aqueles Hoje em dia é internet, né? Naquela época era o pê xis. A gente ficava alucinada falando naqueles radinhos com outras pessoas. E tinha uma amiga que tinha um namorado que tinha esse radinho no carro. E conversando nesse radinho, eu conversei com esse cara, né? Cada um colocava um nome, era Buck Rogers. E o meu era Moreninha. Então a gente ficava conversando no radinho, e... E super legal o papo, até que um dia a gente se conheceu, né?

E eu conheci o Buck Rogers, né? Ai, um homem baixinho, feio, sabe? Do avesso ele, uma cicatriz na testa. Mas o papo da gente era muito legal, né? Não que eu amasse ele, né? Mas, tipo, me envolver, aquela paixão, né? E aí eu fiquei grávida. Foi o meu primeiro homem, né? Era virgem e tudo. Não sei o que deu na minha cabeça. <laughs> Mas não que eu vou dizer que me arrependo, porque disso veio a minha filha, né?

Só que teve um grande problema aí também, né? A vida é cheia de coisa. O Buck Rogers, ele era bem mais velho que eu. E ele era casado. E eu me envolvi com ele, né? Fiquei grávida. E é claro que ele não ficou comigo, né? Ele tinha a vida dele, a família dele. E aí quando eu soube que eu estava grávida, aí eu fui embora de casa. Eu falei, não, Você morava com o seu pai? Com o meu pai, com a minha madrasta. Já tinha o Jorge, já tinha o Davi, né? Outro irmão meu. meu madrasta teve outro filho Ela teve três, mas nessa época já tinha nascido o Davi. A Sarah nasceu depois. Aí o Buck Rogers, acho que assim, ele pensou para... Eu não sei o que aconteceu, ele... Tipo, ele ele arrumou uma casa, né, alugou a casa, comprou lá algumas coisas e eu fui morar nessa casa, né. E tipo, eu eu fui a outra mesmo, né. Durante dois anos. Ele me sustentava, né? Eu fiquei grávida, fiquei sem emprego, né?

Mas aí depois, de repente, eu falei, não, não quero mais essa vida para mim, não aguento mais. Era muito, muito difícil, né? Eu estava sempre sozinha, nunca ele podia estar comigo. E eu falei, não, chega, né, não é porque eu tenho uma filha que eu vou ter que ficar nessa.

aí eu falei não chega não quero mais e falei para ele não quero aí ele parou de me ajudar financeiramente e aí eu passei maus bocados porque eu também não queria vir pedir nada para o meu pai, né, e tinha essa casa lá no Padroeira, que foi a troca lá, que fizeram naquela época. Mas era uma casa que eram só dois cômodos, não tinha água, não tinha banheiro, não tinha luz. E como ele não me ajudava mais financeiramente, eu não tive como pagar aluguel, começou a chegar a carta de cobrança. Eu falei, bom, eu vou embora para lá então, né. Aí eu vim até em casa, falei para o meu pai, olha, eu vou morar lá naquela casa, né? Já que o senhor falou que é minha. Só que não tinha nenhuma condição, mas eu vim mesmo assim. Aí peguei a Ana Paula, peguei as coisas e vim. E fiquei lá. Então, se precisava usar o banheiro, eu ia na casa do meu pai, que era vizinho. Água eu levava no balde e comecei a procurar emprego, né? Que eu estava sem trabalhar. Aí a minha madrasta, nessa época, foi que nós começamos a se chegar mais, né? Aí durante um ano ela cuidou da Ana Paula para eu trabalhar. E aí foi quando eu voltei a procurar essas antigas patroas minhas, né? Eu procurei pela dona Yara, falei, ah, eu estou sem emprego, né? Procurei pela dona Clarice. E aí eu comecei a trabalhar com elas como diarista, né? E comecei a cuidar da minha filha. No começo, antes de eu arrumar o emprego, ainda procurei o pai dela. Falei, ah, eu estou precisando, eu não tenho as coisas para ela. E aí eu lembro que na época ele me deu, assim, um um dinheiro como se fosse cinco reais hoje. E falou, olha, eu vou te dar esse aqui, mas você não me peça mais. Aí eu falei para ele, olha Back, porque eu vou pegar esse dinheiro, porque realmente eu não tenho. Mas eu nunca mais vou te pedir nada. E fui embora e graças a Deus nunca mais precisei pedir nada para ele. E aí comecei a trabalhar como diarista, cuidar da Ana Paula, minha madrasta ficava com ela e tal. A minha madrasta teve a Sara, né, que ela ela teve três filhos com o meu pai.

Foi quando eu conheci a creche Madre Camila. Eu e uma amiga minha, Célia, né, que também tinha as filhas, que ela queria uma vaga na creche. Aí a gente passou lá na creche, ah, tem vaga?

Nossa, tudo bem assim rápido, né?

E aí eu conheci a Naifa, né, a Naifa e a Gina. A Naifa era a diretora da creche, a Gina era a coordenadora. Então, sempre eu fui muito assim, sempre me relacionei bem com as pessoas. Então, logo eu fiquei assim, amiga do pessoal, eu sempre fui bem participativa na creche, participava das reuniões e tal, procurava estar inteirada. E a Ana Paula começou a ficar na creche e eu trabalhava por dia. E as minhas patroas sempre me ajudaram muito, a dona Clarice, a dona Glória, a dona Yara, elas eram muito legais comigo. Aí eu já não trabalhava mais com a dona Luzia.
Mas você não chegou a procurar de novo? não.
Não, não, não cheguei a procurá-la, porque aí ela tinha mudado da rua, ela não morava mais lá naquela rua. Mas como eu conhecia as outras, né, então fiquei por ali. E aí comecei a a cuidar da Ana Paula, assim. Aí um dia, né, a Ana Paula tinha acho que cinco anos, quatro, acho que uns quatro para cinco.

Aí eu pensei, nossa, mas vou vir trabalhar na creche? Mas ao mesmo tempo eu achei legal, né? Aí eu falei, ah, eu vou. Aí eu fui lá nas minhas patroas, falei para elas, só que era assim, era pegar ou largar.

que foi a Gina, né, que me orientava, tal, a Naifa sempre muito minha amiga, o pessoal, tudo muito legal. Aí chegou no primeiro dia aquele monte de criança, eu falei, meu Deus do céu, e agora eu não vou conseguir saber o nome deles, eu não vou conseguir isso, mas que nada, graças a Deus me dei super bem, logo eu estava bem com as crianças, tudo que a Gina ia me passando eu procurava fazer, me dava bem com as mães, sempre fui muito bem aceita por todo mundo. Aí eu vinha no ônibus todo dia, trazia minha filha para creche, como tem dois núcleos, minha filha ficava em um e eu trabalhava no outro.

Aí ela ficou, vai lá trabalhar lá na creche de lá, né? Era a creche só dos funcionários, não sei o quê.
Você fazia o quê na na... Eu era monitora, né?
Eu ficava com as crianças. Era como se fosse professora, né? Só que eu não era professora, né? O cargo se chamava monitora. Aí a Léa acabou me convencendo. Aí foi outro tormento eu ter que chegar lá na creche e falar para o pessoal que eu ia sair. Porque eles também me ajudaram muito, né? Na época, como eu falei para você, a casa que eu morava, aí eu não tinha banheiro ainda. E eu lembro que eles que fizeram uma vaquinha para eu construir o meu banheiro, né? Aí eu não tinha mais que ir <laughs> na casa do meu pai. Ai, coisa de louco. E aí eu falei, ai, como é que eu vou falar para eles que eu vou sair? Mas o salário era muito bom. Aí eu cheguei na Naifa, tal, falei para ela. Aí de novo, eles, não, imagina, tudo bem, você tem que procurar o que é melhor mesmo, tal. E aí eu aproveitei a época das férias, né, e fui trabalhar na outra creche.

Essa me convenceu a voltar a estudar de novo. Aí eu fui fazer o ensino médio.

Eu já tinha vinte e cinco, por aí. Aí voltei a estudar de novo. Só que eu estudava à noite e a Ana Paula era pequena, né?

Então ela levava a Ana Paula para creche, trazia para casa dela, a Ana Paula dormia na casa dela para eu poder estudar. E aí eu fiz o ensino médio. então a foi outra mãe na minha vida, né, e, beleza, aí terminei o ensino médio tal, aí A creche que eu trabalhava, a Gotinha Feliz, como era um cargo meio que arranjado, político, mudou o prefeito. E aí ia mandar todos os contratados ir embora. Aí eu falei, ai meu Deus, vou ficar desempregada. Eu tinha paúra só de imaginar que eu ia ficar desempregada. Aí eu arrumei um emprego numa indústria têxtil, perto da minha casa. Fui trabalhar lá. Como é, revisadeira, que chamava a função. Eu tinha que revisar lá uns tecidos e tal. Aí, fiquei trabalhando lá e continuei estudando e tal. Tudo bem. Depois... Saí dessa firma porque tinha um rapaz que trabalhava lá e ele acabou me convencendo, eu e uma outra, a nós trabalharmos por conta que nós íamos ganhar mais como costureira. Na época tinha muito pedido, muita coisa. Aí a gente saiu, né, pediu a conta e encaramos essa sociedade.

Ele arrumou umas máquinas para gente trabalhar. A Carminha tinha um cômodo grande na casa dele. Montamos uma oficina e começamos a trabalhar. Trabalhamos igual umas loucas para ele. Ele passou a perna na gente. Não pagou. Levou as máquinas embora. Deixou a gente com a mão na frente e outra atrás. Quebrei a cara, literalmente. Aí lá vou eu de novo, voltei procurar minhas patroas, a dona a dona Yara. Aí na época a dona Yara tinha alguém que estava trabalhando com ela, mas aí ela me indicou, a dona Glória. Aí eu fui trabalhar com a dona Glória, aí a dona Glória eu fui trabalhar na oficina da dona Glória também. Aí eu fui trabalhar com a dona Azor por dia, né? Cada dia eu tinha uma casa para eu ir. E voltei de novo a trabalhar. Nisso, a Ana Paula já tinha crescido, já estava na escola e tal. Nessa época, a Ana Paula já devia estar com o quê? Uns oito anos, por aí. Oito, nove anos. Já estava na escola. E aí, lá na na creche, eles tinham... Na época, tinha um programa que tinha um outro núcleo que as crianças ficavam. Depois que saía da creche e ia para a escola, eles ficavam no ó zen, né?

Eles iam para a escola e voltavam e ficavam lá na entidade até os quatorze anos, um outro período.

Ela saía da escola e ia para lá. Então, lá eles tinham orientação, o pessoal ajudava a fazer o dever, tinha alguns cursos profissionalizantes. Ela ficou lá até
quatorze, quatorze anos. Como é que foi, só voltando um pouco, a questão do ensino médio, né? Isso, você falou que depois você voltou, e fez os três anos. Como é que foi? essa essa Terceira volta para o estudo

Então, essa dona Edna, que era a diretora da creche, que conversava muito comigo, ela e a Elza, né? Porque elas falavam que eu tinha muito jeito com o trabalho, elas falavam, você se dá tão bem com as crianças, você se dá tão bem, você tem boas ideias, apesar de eu não ter o curso lá de magistério. Então, elas ficavam falando que eu tinha que voltar, que eu tinha que voltar. Inclusive, a Elza, ela queria que eu tivesse feito magistério, mas aí eu optei por fazer o ensino médio completo. Porque eu falei, ah, eu faço o ensino médio, depois eu faço o magistério, né? Só que eu acabei não fazendo o magistério depois, porque eu acabei parando de novo. E na volta foi assim, foi super gostoso, porque aí eu já estava adulta, então eu fui realmente empenhada, né? Eu não era mais adolescente para ficar indo bagunçar na escola. E como eu fui fazer o ensino médio normal, eu era uma das mais velhas na sala. Eu estudava com a meninada de quinze, dezesseis anos, mas eu me dava super bem com eles, né? Então, era tipo a tia da sala, né? <laughs> Eu e a Ivanildes, né? Que tinha uma outra também mais velha. Mas foi super gost
Como foi se for se formar no ensino médio?
Ah, eu achei o máximo, né?

Sabe, foi gostoso, eu tive padrinho. E aí, como tinha que ter um padrinho, que na hora que chamasse para entregar o diploma, aí eu pensei assim, eu vou levar a minha filha comigo. E aí, a minha filha que foi junto comigo para eu receber lá o canudo. Então, foi foi bem gostoso. Eu tive muito prazer em fazer. Foi bem sacrificante, né? Porque eu ficava a semana toda... Eu só não ficava sem ver a Ana Paula porque eu ia vê-la. Mas ela não dormia comigo, né? Ela dormia na casa da Beta. Porque no outro dia, cedinho, ela tinha que ir para
E ela, como é que é?
Então, nessa época, ela se dava super bem com a Beta. Não tinha problema nenhum. Ela gostava muito da Beta, da Lídia, né? Depois veio uma sobrinha da Beta morar com ela. Aí ela começou a ficar meio enciumada. Aí ela já não queria mais. ficar dormindo na Beta. E aí eu comecei a deixar ela dormir sozinha em casa, dormir sozinha em casa não, ficar sozinha em casa até eu chegar da escola. No último ano, ela já começou a ficar em casa, porque aí eu ensinei ela a tomar ônibus, né, então ela saía lá da escola, do externato, vinha até o ponto de ônibus, ia para casa e ficava em casa me esperando. Aí o último ano ela já não dormia mais na casa da Beta, aí ela começou a ficar sozinha me esperando.
E então depois você teve essa questão que você falou que quebrou a cara com... É, lá com a sociedade. daí você procurou de novo. Isso, voltei a traba
e voltei a trabalhar com elas. Na boa, voltei. E cada dia tinha uma casa. E graças a Deus, vamos que vamos. E aí um dia eu... Mas eu sempre tinha contato com o pessoal da creche, Madre Camila. A gente fez uma amizade legal com a Gina, com a Naifa. Sempre tinha contato. Aí a Naifa tinha uma filha, a Rita, que ela morou um tempo fora, estudou em outro país, depois ela veio para o Brasil e comprou uma pousada na Bahia.

Aí eu falei, nossa, mas como eu vou, né? E minhas patroas, né? E a Ana Paula? Ela falou, não, você pode levar a Ana Paula. E como era época de férias, né? Aí eu pensei, pô, uma oportunidade de eu conhecer a Bahia, né? Aí eu, vai lá, eu nas minhas patroas e falei para elas, né, que eu ia trabalhar, era dezembro, janeiro e fevereiro, lá na Bahia. Aí elas, né?

Então vai, né? Aí fui trabalhar. Aí fiquei três meses lá na Bahia com a Rita, foi muito legal.

Na Bahia. E a pousada dela ficava bem no alto do mor Você tinha aquela vista maravilhosa do mar. E tanto eu ficava na casa, eu ajeitava lá os quartos dos hóspedes, o café da manhã e tal. E às vezes, à tarde, eu ia trabalhar num bar que ela tinha na beira da praia, que ela vendia doce. E, nossa, foi o dez. Muito legal. E minha filha pôde ir junto. Ficava comigo. E a Ana Paula se deu super bem, porque às vezes chegava hóspede E teve uma hóspede que chegou lá que tinha uma menina da mesma idade da Ana Paula. não tinha outra criança. Aí as duas lá se entenderam. A Ana Paula foi passear de escuna, foi comer nos restaurantes melhor que tinha. <laughs> Tudo junto com a mulher, porque era a companhia <laughs> da filha dela. Falei, é, Ana Paula, você se deu bem, hein? <laughs> Mas foi bem gostoso essa época. E quando eu voltei da pousada... Até que eu tinha que voltar, né? Que a Ana Paula ia estudar, tudo. Aí a Naifa me chama para trabalhar na creche de novo, se eu não queria voltar a trabalhar lá. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, né? Aí lá vou eu de novo, conversei com as minhas patroas. Aí eu voltei a trabalhar na creche, mas continuei trabalhando só com a Dona Yara. Eu trabalhava de sábado com ela. Então, voltei a trabalhar na creche, isso em noventa e quatro, e continuei trabalhando com a Dona Yara aos sábados, né? Na casa dela. Aí, tudo bom também, graças a Deus, deu tudo certo. Aí, a Gina trabalhava lá ainda nessa época, eu já sabia mais coisa, né? Então, foi tranquilo, a minha volta foi super tranquila, foi bom para mim. E aí, em noventa, aí o meu pai faleceu, né? Ele estava doente já, né? Tinha problema de coração, essas coisas, já, já tinha Já, já, já estava com sessenta e alguma coisa. Aí meu pai faleceu, em noventa e cinco Depois a Gina também saiu da creche, né?

E aí eu continuei lá, né, que é onde eu estou até hoje. Mas tudo bem, estou lá trabalhando, cuidando das minhas crianças. Veio outras coordenadoras e eu sempre fui muito aberta. O que elas traziam de novo, eu procurava aproveitar naquilo que eu já sabia, estava sempre disposta a aprender.

E aí um dia Rosa Maria, né, que a chefona, né, porque a entidade ela ela é beneficente, ãh, e ela tem um convênio com a prefeitura, e tem uma diretoria voluntária. E a Rosa Maria, né, uma das diretoras, tal, um belo dia ela me chama na sala dela, né, ela ela não vai na creche toda todos os dias, ela vai uma vez por se Aí eu falei, o quê? A Rosa me chamando? Eu falei, ai, meu Deus, acho que eles vão me mandar embora. Eu pensei comigo, né? Porque a Nay foi tudo bem, a gente estava sempre por aí, mas a Rosa me chamando? Aí entrei na sala lá, né, morrendo de medo, falei, ai, não acredito. Aí cheguei, sentei, aí elas começaram a conversar comigo, né? A Rosa, a Naifa, né? Se eu não queria voltar a estudar, se eu não tinha vontade de fazer um curso de pedagogia, mais voltado mesmo para área que eu trabalho, para me especializar e não sei o quê. Aí eu falei, ah, eu gostaria, né? Era o sonho da minha vida, né?

fazer alguma coisa assim, né, mas como que eu vou fazer? Porque a creche, o salário da gente não dava para pagar assim, uma faculdade.

Dá uma retomada e vê com o pessoal que você conhece. Presta vestibular. Se você passar, a gente vai te ajudar a pagar o curso. Eu, a Naifa, a irmã da Naifa também ia ajudar, a Mildred, a creche, todo mundo. Aí eu fiquei meio assim, né, meio abestificada, né? Nem obrigada, eu falei, eu fiquei muda na hora. Eu não acreditava, né, que eles estavam fazendo aquilo. Aí eu saí da sala assim, meio que, né, passada. Aí eu falei, meu Deus, não acredito, não acredito, não acredito, não é?

eu gelei. Aí na minha cabeça eu não queria. Eu não queria. Porque a Naifa, ela é uma pessoa assim, ela é uma mulher muito forte, sabe? Ela tem uma personalidade muito forte. É uma pessoa assim que eu, sabe? Eu não tenho nem palavras para dizer quanto que ela é. E eu falava, nunca, nunca que eu posso substituir a Naifa. Eu nunca vou conseguir fazer um terço do que ela faz. Aí eu comecei a não querer mais o que eles me ofereceram. Na minha cabeça, eu não queria. E aí a minha amiga Célia, que trabalhava comigo, que inclusive ela é irmã da Gina, né?

Como que você pode recusar isso? Aí eles não vão mais acreditar em você. E tanto é que na época, quando eles me falaram isso, eu não podia contar para ninguém, assim, dentro da creche. Era uma coisa só entre nós. Não era para eu contar. E eu falava, as meninas não vão me aceitar, né, não vai dar certo, eu não quero. E aí eu contei só para Célia, né, que nós tínhamos mais intimidade. E ela, não, você tem que aceitar, você tem que aceitar, imagina, isso é um presente de Deus, né. E na época, na na igreja, né, que eu frequentava, até aconteceu isso também, que alguns meses antes, uma vez lá na igreja, alguém falou para mim, você vai ganhar um presente de Deus, você vai ver. E isso aconteceu em maio, né, que eu faço aniversário em maio. Eu faço aniversário dia onze e a Rosa falou isso para mim no dia doze, porque é na terça-feira que ela vem na creche. E aí eu lembrava do que falaram na igreja para mim, que eu ia ganhar um presente de Deus e tinha sido meu aniversário e a Célia vai, eu não, eu não vou, vai. Aí eu falei, não, vamos ver. Aí eu fui prestar vestibular sem nem estudar nada. Eu tinha vestibular no meio do ano. Eu falei, eu vou fazer para ver como que é. Porque eu estava muito tempo fora da escola. E eu nem imaginava, né, como seria, né, prestar vestibular, entrar na faculdade. Aí eu fui. Aí eu passei.

Eu falava, não, não pode ser, eu acho que não sou eu.

Ela disse, não, não sou eu. Não, é você, é você. Aí eu fui conferir o número do erre gê, falei, meu Deus, sou eu mesma. Aí eu fiquei radiante, falei, não acredito, passei no vestibular, aquela coisa toda. Ai cheguei na creche, tinha que paga a, a matricula. E eu não tinha o dinheiro, né? Aí chegou o dia que a Rosa chegou lá, aí eu falei, ô Rosa, né? Falei, queria falar com ela. Não, aquele negócio que você falou da faculdade, se eu passar, você... Vamos pagar mesmo? Ela falou, vamos, você estuda, se você passar. Eu falei, então tá bom, você me dá o dinheiro para matrícula, porque eu já fiz o vestibular e já passei. Aí ela, o quê? Eu falei, é. Aí foi super gostoso, aí ela me deu o cheque, eu fui lá. E fiz a matrícula e fui correr atrás de histórico, aquela correria, porque era o último dia. E, nossa, foi muito gostoso. E aí tinha a minha outra amiga de trabalho também, a Carmen, que eu já tinha contado, o pessoal já sabia.

Imagina se Deus te deu isso para você, porque você tem potencial, você vai conseguir, você vai... E eu, ai, mas será que eu vou conseguir estudar? Tá, passei, fui. Primeiro dia de aula na faculdade. Ai, que medo. Que medo entrar naquele prédio, né? Ali na Unifiel, sabe? É super bonito, aquele monte de quadro, assim, de obras de arte na parede e eu achando tudo